Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria que você começasse me dizendo qual o seu nome, local e data de nascimento. Eh

Ótimo.
E qual o nome dos seus pais? Eh

E os avós?

Por parte de mãe ou de pai?
Esses são meus avós maternos. Os

E o a minha avó materna, eh o meu pai não tinha... Pais, considerado pai ignorado.
Ah, E E qual era a atividade deles, assim? Você lembra dos seus pais, dos seus avós?
Olha, a descendência da minha família toda sempre foi comerciante. Todas. Pegar a história dos meus avós, isso da parte do meu pai. Agora, da parte da minha mãe, o meu avô materno era agricultor. Sempre teve grandes terras, mexeu com cana, essas coisas cana de açúcar.
Ah, e que área do comércio, assim?
Assim, o que eles mexiam mesmo era era só essa coisa assim. O meu avô vendia, eles começaram assim, vendendo coisas em em animal, entendeu? Essas coisas assim, de cidade pequena, tipo eh rapadura, que era que era a, como que chama? O tipo de atividade da região. Todas essas regiões de praia, né? Porque a gente nasceu no litoral. Então, essas regiões, sempre assim, ou o pessoal mexia com com carnaúba, entendeu? Com caju, que tem uma região muito rica de cajueiro, essas coisas, né? Rapadura, o que mais... A própria agricultura, farinhada, as pessoas se destacam muito com o mês de julho, eles fazem muita farinhada. Ou nas atividades artesanais, né? Tipo assim, você mexer com carnaúba, fazer casas, cortar as partes da carnaúba para cobrir casas. Essas eram atividades deles, no geral.
Ah, mas eles só trabalhavam com comércio ou eles produziam também? É
É, tipo assim, na nessa parte a minha avó é que mexia com artesanato e o meu avô... Eh e só ela, a mãe do meu pai, porque o meu a meu pai foi criado assim sem pai. Assim porque a história deles é assim eh uma história assim muito louca. Né o pessoal da região, Era assim, era um grande industrial. Ele era dono de todas essas carnaúbas. E a minha avó era empregada da casa. E eles, naquelas épocas, eles tinham muito hábito de pegar essas mulheres, né? Então, o meu pai nasceu desse matrimônio, entendeu? Não só o meu pai, mas outros outras pessoas. Então, é bem misturado, família. Agora, do lado da minha mãe, não. Do lado da minha mãe sempre foi, o meu avô sempre foi agricultor mesmo, de mexer com enchada, de trabalhar na no campo, entendeu?

Agora, minha avó sempre rendeira. Pessoas que fazem renda de birro. Então, toda essa região onde a minha mãe nasceu, o pessoal tudo fazia renda. A minha mãe, quando tinha sete anos, ela foi trabalhar para fazer renda porque ela ela não tinha como se sustentar.

Tudo nessa região acontece quando a pessoa não tem outra atividade, então as cri as crianças já cresceram com aquele objetivo, ou fazer renda, ou então você não se vestia. Então, a minha minha mãe conta muito essas histórias. Ela foi quando ela tinha sete anos, ela foi para fazer renda. Então, toda a a história da família da minha mãe foi assim. Todas elas eram rendeiras.
Você também aprendeu o ofício?
Não, as minhas irmãs aprenderam, mas eu num nunca tive muita habilidade, quer dizer, não sei, eu não sabia que eu não tinha, porque quando eu comecei a restauração, eu não sabia nem nem nem costurar uma roupa. E eu nunca tive habilidade para fazer renda, então eu sei que quando eu chegava na casa da minha avó, Minha avó tinha aquele sítio, mangueira, cajueiro. Então as minhas primas, minhas irmãs, tudo ia assim para lá para fazer renda, porque elas colocavam a almofada de debaixo da mangueira uma hora da tarde e elas iam fazer renda. Então todas as minhas primas se reuniam com a minha avó e a minha avó, eu lembro, ela tentando me ensinar e eu não não conseguia pegar naqueles birros, porque eu era era tão desajeitada. que eu não conseguia. Aí eu falei, não, esqueço. As minhas irmãs tudo aprenderam, que a minha irmã vinha para São Paulo, quando tinha essas feiras de artesanato, a minha irmã sempre participou. Ela viajava o Brasil inteiro, São Paulo inteiro, todo o interior de São Paulo ela conhece vendendo artesanato, que ela fazia. Mas eu não aprendi. Tanto que lá na minha loja eu tenho almofadinha, as pessoas querem fazer renda e eu digo, eu sinto muito, mas eu não sei fazer renda.
Mas, então, continuando a falar a falar da família, eh você tem irmãos? Quais os nomes Tenho
Tenho, tenho um. Eu tenho mais cinco irmãos. Quatro mulheres e eh são dois homens, somos seis né. Aí, você queria os nomes? Uhum E as idades.

Eu sou a primeira. Sou a primogênita das mulheres.

São seis.
E agora, em relação à infância, eh como é que era a sua rua, o seu bairro onde você morava? Você lembra?

Então a gente tinha as praias em volta, várias praias, e no meio era o povoadozinho, que a gente eh ia a pé, subir as dunas, a gente a gente se diver a gente cresceu assim. Não tinha luz, não tinha nada, a gente não tinha nada, a gente só tinha as mangueiras e esperava a lua clarear para você... brincar aquelas brincadeiras de daquele tempo, esconde-esconde, correr, subir em árvore, né porque a atividade da gente era essa, só tinha mangueira, cajueiro, só tinha mato, e a gente passava a infância todinha, todinha na rua. Só no meio das praias, dos rios, foi só isso. A gente não boneca a gente tinha as bonecas de pano, que as pessoas da região confeccionavam aquelas bonequinhas de pano e. Assim a gente jo a gente fazia de tudo né atividade, jogava bola de gude, a gente subia nas mangueiras, subia nos cajueiros, nadava nos rios. Tudo que você possa imaginar na natureza, a gente curtiu. Então, todas as pessoas da nossa região, até hoje, contam essa história, porque quando a gente se reúne, a gente lembra da nossa infância assim. Os pais da gente não tinham aquela preocupação com a gente. Largada, a gente praticamente era independente, entendeu? Porque você sabia que não ia acontecer nada. Durante a gente só entrava em casa para comer. E às vezes nem entrava, você já passava o dia inteiro nas mangueiras comendo caju e manga, né? Porque só a região é riquíssima de caju, de manga, de frutas regionais eh eh, genipapo, cajá, Tudo que você possa imaginar é a região riquíssima, graviola. Então eram essas coisas que a gente se divertia, passava o dia inteiro assim. A minha tia, que era a irmã da minha avó, eh com a vara, cutucando a gente, porque a gente mexia na mangueira dela, sabe? Era o dia inteiro nessa vida.

Mas e como é que era a casa da sua infância?
Olha, a casa da minha infância, praticamente, a minha mãe morava mais no no canto da cidade, assim, que era até hoje é o canto. As ruas eram assim, não ti era de não tinha calçamento nem nada. Hoje já tem. Então ruas assim, ruelas de... de barro mesmo né, quando dava aquela chuva. E na casa da minha avó, que que eu lembro muito da minha infância, é a casa da minha avó, porque era ma eram matos e tinha mais eh como é tinha mais plantio de cana-de-açúcar, de mangueira, então a gente ia era tudo sombrados, as casas assim. A gente aquele ciscador né que caia aquelas árvores, caia as folhas, a gente varria. Então, a gente só via a sombra das árvores né. De noite, assim na lua clara, a gente costumava ir à noite catar manga né, porque a gente tinha muito aquilo né. Então, as pessoas con, não vai não, que você vai pegar... Contavam muito aquela coisa de ter alma do outro mundo. Ah, vocês vão de baixo da mangueira, e vocês vão... Metia medo da gente, mas mesmo assim a gente ia, né? Porque era o bom era você escutar a manga cair de noite. Então, o nosso objetivo de noite era catar manga nas mangueiras assim, se reunir em turma. Então, era assim, era mais muita mangueira, muito cajueiro, eh praticamente não tinha ruas. Era assim, a casa no meio daquelas árvores, entendeu? Não tinha rua. Tinha o caminho assim que você seguia até o fim para encontrar o riacho. A gente ia assim, era terras e terras muito grandes, que a gente virava os caminhos no meio do do do das plantações de mandioca, de milho. Praticamente uma coisa assim, não existia rua. Eram as casas no meio das árvores, como se fosse sítios, fazendas.
E dessas brincadeiras que você descreveu, quais eram as mais marcantes assim da sua infância?
Ah, eu acho que as brincadeiras marcantes da minha infância era essa coisa de você subir nas árvores. Era a coisa que eu mais gostava. E até hoje acho que eu curto isso. Quando eu chego em casa, assim, tem cajueiro, assim, eu ainda vou, ainda tento, eu consigo fazer ainda, subir.

Você viu que tem uma foto minha subindo, né? Então, hoje eu tenho até isso hoje, de subir quando eu chego em casa. Ah, eu vou vou tentar se eu consigo subir. Porque o que eu mais curtia na minha infância era isso. Não tinha outra coisa para mim gostar mais do que subir em cajueiro e mangueira, não existia.
E como é que começou a sua vida nos estudos? Com quantos anos, onde?
Olha, quando eu comecei nos estudos, eu comecei porque naquela época não tinha esse negócio de infância, jardim de infância, não tinha nada. Você já entrava na escola direto. Então, quando eu entrei na escola, eu já tinha uns sete, oito anos, né? Mas eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de ler, muito de estudar. Eu sempre fui, eu acho que deve ser por isso que eu vim embora para São Paulo, sabe? Porque a cidade faltava coisas para mim. Eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de ler, estudar. Então, eu não tinha dificuldade. Eu lembro assim, eu pequena, no meio da lamparina, fazendo os meus deveres de casa. Minha mãe nunca me ensinou nada, nunca. Eu sempre fui uma pessoa independente, assim, para procurar a escola. Eu lembro aquelas marmitazinhas que tinha, aquelas que a gente guardava merenda, eu colocando um pedacinho de pão e levando para a escola, porque naquela época a gente não tinha eh budega, a gente não tinha infraestrutura, não tinha dinheiro para comprar essas coisas, porque a minha mãe criou a gente com muita dificuldade, né? A gente era em seis. Mas, assim, eu lembro, eu nunca, assim, sendo, brincando, eh ah no começo, assim, quando eu chegava na escola, eu era, assim, muito, eh eh conversava muito no meio dos colegas, mas na escola eu sempre fui muito tímida, eu sentava na última carteira para ninguém me ver. Porque eu era tímida, eu sempre fui, eu tinha vergonha, entendeu? Depois a gente vai co co eh ficando assim mais esperta, né? Mas eu sempre fui assim, de ser a primeira da escola, ser a primeira em tudo, praticamente em tudo, porque eu sempre gostei muito de estudar.

E como é que era essa escola? O espaço físico era grande?
O espaço físico era como se fosse uma casa de farinha assim, como se fosse uma casa toda, uma escola de alpendres em volta. Tinha um salão assim no meio e os alpendres com aquelas pilastras para a gente correr no meio do do recreio e se esconder, que eram as brincadeiras. Ou as pessoas faziam aquelas cirandas né para a gente rodar, para brincar. Era Praticamente era só um salão. Era tipo uma um tipo uma casa assim comprida, aonde a professora morava nos fundos, no meio. Né e tinha um salão assim no meio, onde a gente brincava, que era a parte que a gente corria na. Não tinha cantina, não tinha nada dessas coisas. Era só um salão, era uma casa enorme. bem grande, assim como se fosse aquelas casas de farinha, de alpendre, de fazenda, só o canto do salão, bem pequeno o salão, né? Não tinha divisória, não tinha nada. Era como se fosse um um... Aqueles cão... Até hoje essas escolas do Nordeste são assim. Quando você visita, porque minha irmã é professora lá, ela é diretora de escola, normalmente eu vou. E é o mesmo estilo de escola antiga, não mudou nada.
E as salas de aula?
As salas de aula, praticamente, não exis só existia uma sala de aula.

Essa professora, que aquelas professoras antigas, elas sabiam muita coisa. Então, ela era a única professora, só existia ela.
Para dar aula para todos as turmas Para dar aula para todos
Mundo para todas as, para todos os portugueses, matemática, geografia, história. Ela era professora de tudo, português.
Nossa, e quanto tempo você teve aula com ela?
Olha, eu tive aula com ela, que eu lembro... de desde a minha infância, com sete anos, quase no final de sete anos, para... Pera lá, até uns uns. É, uns dez, não, pra praticamente foi. A minha infância foi até uns dez anos, eu tive aula com ela. Depois tem um período que a minha mãe, ela vai para Fortaleza, ela se muda com a gente para Fortaleza, que ela ela vai montar um comércio, e a gente fica até Setenta e um a minha família todinha se muda para Fortaleza. Aí em setenta e um nós retornamos para o mesmo lugar, aí é que eu começo a fazer o... A terceira, eu fiz a ter não a quarta. A quarta e a quinta série com ela.
De novo com a mesma professora? Com a mesma professora
Que é mesma professora. Que a gente cons eu Eu vou para lá de férias, eu eu eu converso muito com as minhas colegas né, que hoje elas são uma é vereadora da cidade. E a gente começa a contar as coisas que ela falava né, que eu era muito brava, que eu brigava muito com a turma. A gente se reúne, as pessoas de infância né, porque cada um... Cada um hoje está super bem, né? Advogados se formaram, delegados. Então, pensar como conseguiram daquela cidade, todo mundo estudou, né? Tem gente que pegou os primeiros lugares na na Federal, Fortaleza. Então, a gente era daquela época que a gente teve pouca eh condição de estudar, mas que a gente sobressaiu, mesmo com essa professora. E, olha, a gente aprendia, viu? Você pode imaginar que ela era uma professora, hoje ela já está com uns oitenta anos, mas diz que ela está do mesmo jeito, ela era uma pessoa muito rígida, né? Rígida demais. Quando você não sabia nada, ti existia palmatória, você sabia? Tinha a palmatória. Quando você não soubesse a tabuada, era uma palmatória que a pessoa levava. Tinha, ela era daquela época, quando a gente era pequeno. Setenta e

Quando eu já estava no quarto, não. Mas as crianças, desde pequena, quando não sabia tabuada... E eu sei que quando eu fazia a quarta série, quinta série com ela... Ela era uma... Português, eu era assim, a primeira em português, porque ela já começava, ela já mandava você decorar os verbos tudinho. Hoje eu sei todos os verbos, lembrando dela, que ela fazia você decorar todos os verbos. Todas as conjugações, primeira, segunda, terceira. Ela era uma professora de primeira linha. Hoje, quando eu leio uma coisa, eu lembro, meu inconsciente, eu lembro dela. Eu lembro, assim, ah quando ela ela pe passava os textos, você aprendia os textos mesmo, porque ela fazia você aprender. Redação, eh a gente conseguia aprender com ela, porque ela era muito boa em redação, ela ensinava a gente mesmo a aprender. Eu lembro, assim, aquela música do do Roberto Carlos, tinha os trechos, tinha Cachoeira de Itapemirim, então ela fazia a gente cantar aquela música todinha, todas as estrofes, todos os ela Não, ela era de demais, ela essa mulher. Quem quem estudou com ela aprendeu.

O pessoal da da quin, porque tinha quinta e tinha demissão na época. Tinha Você fazia quinta série e ainda tinha demissão. que era um como se fosse um preparatório para você entrar no ginásio. Eu não não peguei essa época, mas meus colegas anteriores pegaram.

Só existiam essas duas professoras. Hoje já está diversificado, né? Porque hoje tem muitas pessoas que eram contemporâneas nossos, que hoje são os professores de lá, que assumiram toda a... Hoje é outra história, outra estrutura.
Tem mais alguma história, assim, específica do período de escola que você se recorda?
Não, eu não não recordo, assim, muito, não. Eu recordo só, assim, as brincadeira de de assim as... A coisa, assim, que ela era uma pessoa, assim... As aulas de moral e cívica eram muito rígidas, né? Você tinha que, antes de começar a aula, cantar os hinos do Brasil todinho. Aquilo era sagrado. Levantar a bandeira, cantar o hino da bandeira, cantar o hino nacional. Isso, antes de começar a aula, você era obrigado a fazer essas coisas. Tempo assim de sete de setembro, você tinha que marchar. Fazer aquelas se... Pequetar toda, fazer aquelas coisas bonitas, sabe? De se enfeitar, desfilar na rua, fechar a ru a ravi a cidade. Tinha muitas essas coisas na época. Isso aí era sagrado para gente. Esperar, as festas juninas, essas coisas sempre foram sagradas no Nordeste.
E como é que esses estudos influenciaram na sua atividade profissional?
Na minha atividade profissional... Olha, eu não sei se é porque o jeito que eu sempre fui muito eh perseverante nas coisas. Eu sempre me dediquei Então, eu sou assim. Eu tenho um dinamismo assim, que eu eu faço uma coisa em determinado período. Depois eu mudo para outra. Eu tenho essa coisa de mudar muito, assim, de de profissão. Nunca quis ser só uma coisa. E eu acho que se se for para o lado, assim, das coisas que eu gostava, eu poderia ter feito eh histó... Eu come eu fiz história no Ceará e não terminei, né? Porque eu vim para cá. Mas, assim, porque eu gostava de história, eu decorava todos aqueles... Porque, na época, você estudava com decoração. Você aprendia aqueles textos tudo decorado. Então, eu aprendi muito história. Eu gostava muito de ler. Eu decorava aqueles textos, mas eu gostava de ler. Eu sempre estava pegando um papel no chão, lendo... Naquela época, que que eu lembro que aqui em São Paulo já estava acontecendo o movimento tropicalista, eu já eu ia para uma mercearia, para uma bodega, aí o cara da bodega enrolava as coisas que a gente comprava, uma coisa, um peixe, uma farinha, um feijão. Aí eu chegava em casa e pegava, olha, eu começava a me interessar, já comecei a me interessar pelo movimento do Caetano, Gilberto Gil, já naquela época, criança assim, adolescente.

Sempre foi assim.

Então, quando eu cheguei aqui, eu já conhecia todo esse movimento. Eu não participei, mas eu lia. Então, eu sempre fui uma pessoa assim muito curiosa. Ler, vida de artista, acompanhar a televisão, acompanhar as coisas. Eu acho que foi isso que me impulsionou a vir embora. Assim, achar assim, não, agora não tem mais nada aqui para mim, agora eu vou para São Paulo.
Quantos anos você veio? Eu
Vim já, eu já tinha uns, quando eu vim, foi em oitenta e Eu já tinha vindo, eu já ia fazer vinte e quatro anos Né porque toda essa história, eu fiz história. Eu fiquei lá até oitenta e dois, eu fiz ainda os dois anos, aí eu já ia para o terceiro ano, quando eu resolvi vir embora. Então, eu já tinha entrado na minha vida profissional, assim, de estudar. Eu dava aula na mesma escola onde eu estudei, eu já dava aula antes de eu ir para Fortaleza, porque assim, eu pegava um ônibus de tarde, O curso de história era à noite na Universidade Estadual do Ceará. Então, eu dava aula de história, geografia e e português. Aí, às cinco e meia, eu pegava o ônibus para Fortaleza. Aí, como não tinha ônibus para voltar, eu dormia em Fortaleza na casa de uns de uns amigos. No dia seguinte, eu acordava cedo e vinha para Quirais. Porque de Fortaleza para Quirais são trinta quilômetros. É uma região litorânea, muito próxima de Fortaleza. É uma região metropolitana. Como está É como São Paulo para Guarulhos.
Próximo. Em relação, assim, à sua adolescência, porque ela passou a maioria da parte Hum no Ceará, né?

Como eram o grupos dos a o grupo de amigos o que vocês gostavam de fazer?
Ah, o que a gente gostava muito de ami, a gente sempre se reunia com amigos na na praia, então eu tinha muito grupo. Então eu tinha aquela coisa assim, além do grupo... A gente sempre andava em turma. E aí quando chegava as férias de julho né, que era uma época que a gente estudava, a gente não via a hora de chegar julho, porque julho é uma época que vai muito estra eh muito. É muita gente de fora para lá, paulista, a gente tinha muito esse contato com as pessoas. A gente acabava fazendo amizade. Eu tenho amizade de de quando eu morava lá, quando eu vim para cá, para São Paulo, eu retornei a amizade, porque a gente se a gente se correspondia com as pessoas. Porque a gente passava de uma praia para outra. As pessoas estavam perdidas, a gente ia para outras praias com os turistas, entendeu? Eu sempre gostei muito de de relacionamento nas praias. A gente fazia amizade, se enturmava muito, ia para a praia só para jogar futebol, nadar, percorrer as dunas, entendeu? Tinha muito rio, muita muita cachoeira em volta das dunas. Então, sempre eu tive muito grupo. Eu sempre vivi em grupo. Nunca fui uma pessoa introspectiva, sempre... muito dada. Eu nunca gostei de festa, assim, forró, essas coisas não me encantavam. Essas coisas que o pessoal tem lá, de forró, não. Então, eu gostava, assim, quando eu comecei a estudar em Fortaleza, eu saía de da da escola que eu esta eu fiz o segundo grau em Fortaleza. Eu ia todo dia e voltava. Então, quando eu terminava a escola, quatro horas da tarde, eh eu ia atrás de cinema. Eu ia para o cinema São Luís, em Fortaleza, que era o principal de Fortaleza, e pegava o último ônibus de oito horas para vir embora para Quirais, porque no dia seguinte...

Então, é uma escola, assim, antiga, porque eu eu adorava, porque a roupa era muito, a sainha tudo pregadinha, era tudo certinho. Aí eu saía da escola às quatro horas, fazia as compras da minha mãe, porque eu tinha que comprar os remédios dela, porque senão ela brigava comigo se eu não chegasse lá. Mas antes disso, eu ia para o cinema, ia conhecer Fortaleza, ia entrar nas lojas de disco para escutar música, que eu sempre gostei muito. Esse era o meu.
E como era assim o cinema? Que tipo de filme? Você você lembra de alguns títulos?
Olha, eu não lembro.

Realmente, eu não lembro. Porque é muito... Filmes assim que eu nem nem posso te falar. Nem lembro. Realmente, eu não consigo me lembrar. Porque, assim, foi poucos filmes que eu praticamente assisti. Porque, na verdade, eu não gostava muito de ficar muito presa. Por causa do tempo. Eu tinha pouco tempo né. Eu saía da escola quatro horas e fazia as compras da minha mãe. Porque eu tinha que comprar remédio. Então, ela era aquela pessoa que nunca nunca fazia uma lista geral. Então, cada dia ela mandava... Cada dia ela mandava eu comprar um pouco. Aí ela tomava muito meu tempo.

A gente se reunia com as meninas e queria ir para lá, entendeu?

andar, passear na cidade. Então, eu não tinha muito tempo. Então, um dia, uma vez por semana, era muito raro ir no cinema. Eu cheguei aí umas duas ou três vezes, mas não era uma coisa habitual. Por isso que eu eu não lembro, porque não era habitual. Eu gostava mais era de aproveitar a parte, assim, natureza, conhecer a cidade... Conhecer os polos do Ceará, porque como a gente nasceu na no litoral, a gente não tinha acesso à Fortaleza. Eu lembro pequenininha a minha mãe levando para a Fortaleza, porque a minha mãe, quando a gente era pequena, ela levava a gente para os lugares para ela fazer compra. E a gente lem ficava nos amigos dela lá, sentado, esperando até ela voltar para... Mas eu comecei mesmo a andar em Fortaleza quando eu comecei a estudar, fazer o segundo grau. Aí foi que eu comecei a conhecer tudo, a fazer compra. Mas até então eu só vivia na no litoral. Só morava na região de Aquiraz.
Você citou as sainhas de prega. Quais eram, assim, as roupas que vocês usavam na época? Qual era a moda, assim, com a sua juventude?
Moda, na minha juventude, a gente usava muito, assim, muito short. Sabe? Eh A gente só usava short. Porque assim, minha mãe, ela ela eu lembro que quando a minha mãe começou a trabalhar com comércio, com tecido, e a gente era muito pobre. Então, eu lembro, a minha mãe tinha umas coisas que ela comprava tecido e as pessoas davam aquelas amostras de tecido. Então, ela fazia muito, emendava o shortinho e fazia para a gente. Então, a gente praticamente usava assim, um short e uma camisetinha. Entendeu? Era o o traje da gente quando era criança. Aquela parte que você vê no meu li na minha foto, ali era raro, aquele vestidinho, a gente vestia quando a gente ia em ocasião especial, a gente ia assistir, hum lá tem muito aquela coisa assim dos presépios, as pessoas faziam muito presépio, Natal, então a o objetivo das pessoas era quando chegava Natal para ir nos presépios, nas igrejas, então a gente só tinha essas coisas para. No final do ano, o Natal da gente era ir visitar os presépios nas igrejas. Então a gente tinha aquela roupinha especial, mas no dia a dia era short. Então de pequena a gente andava só, às vezes de short, quando era criança era só short. Depois a gente vai sendo adolescente, aí a gente começa ah ah ah os pais se preocupar em dar uma camisetinha, né? Mas antes era só short, desde shortinho, calcinha, só essas coisas. Os trajes da gente eram esses. Aí, quando a gente cresce na adolescência, eh a gente aí a mãe da gente veste com saia, vestidinho de chita, aquelas coisas simples do Nordeste. Que hoje já não é mais assim.

As pessoas hoje têm um outro um outro hábito, elas não querem mais fazer renda, mesmo as meninas pobres. Aqui e co lá você vê, quando você vai no povoado, Algumas pessoas assim, muito pobrezinhas, que ainda as as mães colocam para fazer renda. Mas hoje, essa geração que são assim, ah ah o pessoal que é meus colegas, os filhos dela, a terceira já a segunda geração não quer saber mais de é é só. É roupa chique mesmo, é acompanhar a moda, é a mesma moda que tem aqui. que Fortaleza é a capital da moda, né nessas feiras da Fenite, Fortaleza só perde assim para São Paulo e Santa Catarina. E
E agora, em relação aos namoros?
Ih, os namoros, ah eu era assim muito, eu era assim sempre fui muito, eh namorar, eu era não me apegava muito, não. Eu gostava de namorar, mas de ser livre. Sempre fui. <laughs> Sempre, sempre. Olha, o máximo que eu cheguei a namorar, na minha adolescência, eu namore até que eu namorei bastante. Tinha aquele primeiro namorado que a gente nunca esquece né, com a namorada de infância, o pessoal que está ali, que está junto da gente, as brincadeiras. O que mais?

Eu lembro do namorado meu, que inclusive ele nasceu no mesmo ano que eu, que era filho de uma amiga da minha mãe, que a mãe dele até queria que eu casasse. Mas eu tinha aquela mente assim muito muito voltada assim para o para a independência. Eu falava assim, se eu ficar aqui, eu vou me encher de filho, não vai dar futuro nenhum, eu vou para a vida, sabe? Ser livre, ser independente. Namorei muito, inclusive, eu eu cheguei quase a a ficar na Europa por causa de alguém, mas assim, ah não, eu vou e volto. Eu sempre fui assim, Até hoje eu sou assim Essa é a minha mente. Mas eu tive muitos namorados de praia, muito turista, mas assim, nunca me nunca assim eh foi uma coisa muito séria, não.
E, então, desculpa, mas você é casada?

Não, ah, então.
Solteira. Continua. Continuo. <laughs> essa vida Quase que eu caso, viu?

Não, tenho filho não. Quase que eu caso Lá na Europa Na Europa é. Mas aí eu pensei, olha, essa cidade triste, fechada, eu não gosto de rotina, na verdade é isso. A minha vida profissional não é uma rotina, você imagina um casamento. Como eu queria me sentir dentro de um casamento, já me fizeram o meu mapa e já falaram, olha, você realmente é muito exigente para o casamento.

Agora então, já pensando nessa vida profissional, Hã O que te fez escolher o curso de história e depois mudar?
Olha, eu acho assim, o primeiro objetivo de eu ter mudado o curso de história é porque assim, eu como pisciana, eu sou assim um pouco muito sonhadora, tem um lado sonhador, né? A gente sempre tem, né? E aí eu eu eu achava assim, que quando eu morava no Ceará, por minha mãe ter farmácia, ela queria que eu seguisse a carreira de farmácia. Que não era o que eu queria. Eu ajudava ela, eu era... Eu sempre fui muito dinâmica. Com doze anos, eu já estava ajudando ela no comércio. Quando eu morava em Fortaleza, que eu fui para lá, A minha mãe, eu nem consigo me lembrar, mas a minha mãe, ela disse que ela ficou doente, ela teve uma depressão. E ela disse que eu que cuidei da do comércio dela. Eu com dpze anos já dominava todo o comércio, eu ajudava, eu era uma pessoa, sempre fui muito dinâmica.

Eu que vendia, eu que atendia as pessoas. Agora não adianta, na hora que eu queria ir para a praia, não tinha que me segurasse. Minha turma estava lá, eu ia atrás. E aí a minha mãe queria que eu fizesse farmácia. Como eu tinha feito um eu estudei assim com muita dificuldade, eu estudei no colégio estadual. Como vo como você estuda com o colégio estadual, você não tem a infraestrutura da Universidade Federal. Aí eu cheguei até a fazer eh Universidade Federal no Ceará para farmácia, mas é muito difícil. Na época, só existia a Faculdade Federal. Hoje já tem um monte de faculdade, mas na época só tinha Estadual, Federal e Unifor. A Federal era para aqueles caras riquíssimos que estudavam no colégio cearense, que passavam em primeira. Sempre foram os bombons da história. Ainda mais o Ceará, que é um estado ari aristocrático, que os melhores colégios só ricos. O pessoal nem vem para cá, passa direto para a Europa. Sempre foi assim o Ceará. E aí como eu fui, eu eu não tinha eu só tinha feito curso técnico na na univer eu tinha feito o curso na escola normal, fiz o técnico de administração. Então o curso técnico de administração você não vê você não vê química, você vê tudo muito puxado. Aí eu tinha uma pressa enorme de ra passar no vestibular. Aí eu fui, eu ainda fiz três meses de cursinho, aí quando foi em Aí eu fiz três meses de cursinho e disse assim, bom, eu como gosto de história, ah vou fazer história. Eu fiz história, só que eu não era o que eu esperava. Porque lá o curso de história estava muito voltado para você dar aula, ser professor. Não tinha aquela coisa que eu gostava, assim, que tem história aqui em São Paulo. Fazer pesquisa, que nem vocês estão fazendo, estudar essas coisas eh. Eu que gosto de de de vida de artista, eu ia me dar muito bem fazendo pesquisa com... procurando falar falar a vida de artista, de de tudo, essas coisas no geral. Então, o curso não me dava isso. Então, eu comecei a me decepcionar. Eu disse assim, eu dar aula, aí minha mãe queria que eu fosse professora. Eu falava, professora, eu não vou ficar aqui. Aí eu vou ser professora, não vou não vou ter paciência, porque eu não tenho muita paciência para professor, porque eu já fiz essa experiência. Mas aí eu falei assim, não, eu quero uma coisa que esteja relacionada ao que eu gosto, de conversar, de falar.

Cheguei em três dias, no outro dia eu já estava trabalhando, três dias eu já estava trabalhando.

Aí eu falei, pô, turismo eu vou fazer. Aí eu fiz, porque estava relacionada com o negócio de viajar, você ser essas coisas, né? Eu fui fazer turismo. Então, assim, tudo foi baseado na no meu na coisa que eu gosto de conversar, de falar. Tanto que quando eu fazia faculdade de turismo, eu fazia parte do projeto Turismo Metrô, eu participei do Circuito Cultural, eu levava os turistas de São Paulo inteiro para conhecer São Paulo.

Então, eu fui ser monitora lá no museu, porque eu tinha que explicar o museu, estudar. Então, isso me fascinou, me fascinava. Então, tudo está relacionado a isso, né? Então, tem essa passagem, você vai descobrindo outras coisas. Aí eu falei, uai, agora eu quero fazer outra coisa. Aí junto com com... Eu já ta já tinha terminado o curso de turismo.

Eu trabalhava de terça a domingo, era meio período.

de manhã eu fazia estágio na na na área de eventos e de tarde eu ia para o museu.

Então, captei muito essa coisa, assim, eu fazia, eu ia, o meu estágio era levantar todas as festas de São Paulo, né? As festas, eh a queropita, o meu estágio era isso, era só área de eventos. festa de peão e beadeiro, então o meu trabalho era esse. Aí quando eu terminei, eu fui ficando no museu, aí surgiu a oportunidade, porque as museólogas trabalhavam lá, eu já estava trabalhando no museu, então eu queria ir para a reserva técnica, aprender como manusear as obras, que já era outra coisa. Então para você aprender a fazer tudo isso, surgiu a oportunidade de fazer o curso de museologia. Aí, do curso de museologia, terminei. Paralelamente, eu fazia o curso de restauro.

Então, quando você vê tudo aquilo lindo, maravilhoso, do século dezesseis, aqueles cantos glori, você quer fazer alguma coisa. Então, por isso que surgiu a oportunidade de eu fazer o curso de restauro. Aí eu saí do mu, quer dizer, eu fiquei afastada do museu em três meses, porque o curso era direto. Era de manhã, era o dia inteiro durante três meses. Aí de noite eu ia para o curso de pós-graduação de museologia. Aí quando eu terminei, eu fazia todos os cursos que apareciam, que eram da área da do museu, que surgiu uma oportunidade, eu ia fazer. Só que assim, eles não tinham infraestrutura. Aí eu comecei a a pensar assim, bom, eu vou fazer o que com esse curso de museologia? Não tem museus para você atuar, não tem não tem concurso, o curso é de pós, não é graduação. Você vai trabalhar onde? Ficar aqui, continuando fazendo a mesma atividade? Não, eu teria que ser museóloga. Então, como não tinha oportunidade, aí eu peguei, arrumei minhas malas e fui para a Europa. Fiquei... Porque a minha irmã já morava lá, e a minha irmã era casada com suíço, né? Da época que... Essa que eu te falei que ela trabalhava em artesanato, em oitenta e dois... Em oitenta e sete ela conheceu um suíço lá no Ceará, na praia onde a gente morava, eles se casaram e ela foi embora para lá. Aí, nessa época que ela foi, ela começou, ah, vem para cá para a gente fazer uns estágios. Aí pronto, aí surgiu a oportunidade, aí eu juntei uma grana, Aí eu fui, eu vendia artesanato nessa época, né, quando eu trabalhava, o salário era muito pouco, então eu vendia artesanato da minha mãe, que eu trazia do Ceará. Aí eu juntei essa grana e disse assim, bom, agora eu vou para a Suíça, faço o curso de francês, aí fiquei três meses.
Ah eu ia perguntar isso.
Fiz o curso de fran eh, exatamente, porque assim, surgiu a oportunidade, eu não sabia nada de francês, nenhuma palavra. Aí eu fiz um curso de francês. Vai acabar a fita

Então está ótimo.
Então, vamos voltar um pouquinho. Você disse que foi para a Europa né, mas antes disso você estava em São Paulo. O que te levou a ir para São Paulo, a vir para São Paulo?
Olha, eu acho que desde criança eu já tinha essa coisa comigo, de um dia eu vir para uma cidade grande. Eu acho que como eu lia muito, assistia muita televisão, então eu estava muito voltado. Tudo que eu via em São Paulo eu ficava deslumbrada. Me deslumbrava com as coisas. Como eu sempre gostei muito de ler, de conhecimento, então eu achava que uma cidade que daria que me daria muita coisa era São Paulo. Que é uma cidade que ia me dar muito crescimento, ia me dar muita muito eh... Tipo assim... você começa a ler muito, a estudar muito, então a mente das pessoas vão ficando para trás, você vai evoluindo. Então, eu sentia muito essa coisa, né eu sempre estava em choque com as pessoas. Então, por que eu ia para a praia? Porque em contato com as pessoas que moravam em São Paulo, eu tinha meu conhecimento, eu tinha aquela coisa. Então, o meu sonho era esse, era era uma coisa assim... Era conhecimento, eu sempre fui uma pessoa em busca do conhecimento, sempre de conhecer, de ler, de fazer. Então, eu eu quando eu não estava na praia, eu sempre estava lá. Eu lembro que quando eu tinha quinze anos, eu já tinha lido a obra todinha do José de Alencar. Eu sempre gostei muito de ler, muita coisa. Então, eu achava que se eu ficasse ali, não ia me dar muito... muito co não ia me dar muito conhecimento. Quer dizer, conhecimento eu já tinha, mas eu precisava de estar em contato. Eu gostava de teatro, eu gostava de cinema, eu gostava de eh de exposição, de museu. Eu sempre gostei muito, sempre fui envolvida. Eu acho que é porque esse ano já nasceu assim, voltada para a arte. Então, é uma coisa que você já traz, você não tem explicação. É uma coisa que... Então... Quando eu cheguei aqui, tudo que eu queria, que lá não tinha, eu fui em busca. Então, eu fui buscando, eu fui indo, eu fui atrás, aí uma coisa puxando a outra. Então, eu trabalhava, mas eu estava sempre atrás das coisas, conhecendo, viajando, conhecendo as pessoas. Então, eu sempre fui uma mente eu sempre fui muito Ansiosa para aprender Para conhecer para fazer tudo Livro que marcou a minha vida, eu acho que um livro assim, você quer assim, antes ou depois? O que eu gosto muito, o que eu gosto muito da obra que eu acho lindo, maravilhoso, é o o cem anos de Solidão. Esse é um dos livros que eu mais gosto. Eh A Divina Comédia eu gosto muito do Dante Alighieri. que eu li há muito, muito, muito tempo atrás. E de literatura, eu gosto de... Eu gosto de Zé de Alencar, que é até um livro que marca muita gente Né a pessoa que nasce no Nordeste. E eu gosto de Raquel de Queiroz. Quer dizer, eu gosto de livros que tenham todos os temas, né? Especificamente, eu gosto porque ela retrata muito a a seca, com mais regionalista. Eu gosto muito do... Poesia... Para mim é o Vinicius de Moraes, não tem outro. Eh O que mais que eu gosto? A parte, assim, política, o Borges. Gosto muito. E o que mais que eu gosto mais, assim, que eu posso dizer? Sociologia, eu gosto da Rosemary Mujaro. Adoro as obras dela.

E tem um que que marcou mais você não quer falar
Não, acho que não tem muita coisa não, porque eu sou um tipo de uma pessoa muito racional. Eu não sou assim muito eu Eu emociono naquela hora que eu estou lendo, sabe? Depois aquilo passa e eu não lembro mais. Então, o que lembra mais assim que eu gosto é porque cem anos de Solidão, porque foi um livro que eu estava na Europa né, que eu li eu li quando eu estava lá. Aí depois veio os filmes, assisti em filme lá também, depois eu começou a retratar na televisão também. É um dos livros que eu mais, assim, mais lembrar, assim, de um que marcou, marcou mesmo. Eu acho que não eu gos eu tenho, assim, um conjunto de coisas. Eu não não consigo, assim, eh es específico dizer, ah, esse que eu gosto mais. Acho que eu gosto no geral.
E já te aconteceu alguma história Hã engraçada ou emocionante, assim, relacionada à literatura?
Se teve alguma coisa engraçada? É. Não, que eu lembro, não. Engraçado, eu não lembro.
Assim, emocionante? Um livro que te fez passar por alguma situação?
Não, não lembro.
Nem nem Não se envolveu tanto assim com o livro? Não
Eu acho que não. Eu gosto de ler e gosto assim. Talvez naquele momento eu emocione, mas não foi uma coisa que ficou muito forte, né? Porque você só se emociona mesmo numa coisa. Quando tem uma coisa muito forte, você guarda, né? Por exemplo, tem uma coisa que eu nunca na minha vida esqueci, que a minha amiga diz que eu sou muito impressionada. Eu eu tenho uma amiga que a gente se conheceu no curso, depois foi um curso de psicanálise né. Então, ela ela ela len ela diz assim que eu fi eu fi eu fico muito impressionada. E tem uma coisa que eu lembro muito, que me impressionou, de tragédia, é aquele acidente da vasp que aconteceu em oitenta e No Ceará eu nunca esqueço daquilo, porque aquilo foi uma uma coisa marcante. Pode ter esse daí, mas olha, não foi igual. Aquilo pode ter vários acidentes, eu nunca vou esquecer daquele. Que foi forte demais, né? Para a gente que morava lá. Mas outra coisa, não.
Tem alguma história em específico, assim, para contar de algum acontecimento marcante?
Algum acontecimento, talvez até tenha, mas na hora a gente nem lembra, porque as coisas vêm natural, né na hora a gente na hora pensa assim que alguma coisa marcante, não, acho que não.
Bem, então vamos continuar na Europa. E como é que foi lá na Europa, Como é que foi essa coisa de você aprender um idioma novo, se relacionar com pessoas diferentes, uma cultura diferente? Como foi isso para você?
Olha, eu sou uma pessoa que me adapta a qualquer coisa de situação. Eu transformo um dia... Para mim, assim as pessoas costumam muito falar assim, ah, São Paulo é ruim, eu gosto de São Paulo nas quatro estações, em todos os momentos. Eu costumo aproveitar as coisas boas, eu eu tenho que ver o que tem de bom eh. Então, na Europa, lógico, tem aquela coisa assim, quando você chega num país diferente, é muito é mu é um choque. Você sair de uma cidade que nem São Paulo, que te oferece tudo, muita gente, eu gosto de gente. Eu não gosto de lugar assim parado. E

Não é que nem uma Paris, não é que nem uma uma Viena, não é. É uma cidade pequena.

Mu eu eu costumo dizer que é uma cidade triste. Sabe, porque eu eu cheguei em mar eu fui em março de oitenta e dois, eu cheguei lá eu saí dia oito de março, eu nunca esqueço, porque foi um dia internacional da mulher, eu estava no avião, e eu cheguei no dia seguinte. Eu lembro que era assim, um dia frio, na Europa, eu cheguei em Zurique né, porque meu cunhado estava me esperando em Zurique.

Mas ele foi me buscar de carro. Aí eu chegando assim, aquela cidade triste, né? De noite, umas oito e meia da noite. Aí eu sei que no outro dia seguinte eu acordei, aquele você sente logo o fuso horário. Você parece que decolou, parece que você caiu de paraquedas. Você sente aquele choque no teu corpo. Você vê que você está num lugar assim, totalmen é como se você tivesse acordado em Marte. De tão estranho que é. Aí, no dia seguinte, você olha assim na janela, aquele lugar assim, triste, você só vê poucas pessoas passando na rua. E aí, aquela coisa assim, eu muito ansiosa para aprender, né? Então, o meu cunhado, eu lembro ele falando, ele ia embora para trabalhar, porque minha irmã, ela trabalhava e saía antes, né? E ele... dizendo assim, ah, tu está lo, né? Que era até logo, né? Que ele voltava logo. Então, eu aprendia muitas palavras assim com ele, porque quando ele saía, quando ele chegava, ele me ensinava, ele deixava os livros para eu ler. E eu naquela ansiedade de querer aprender. Então, eu eu dava uma volta assim, porque a cidade é pequena, a gente ia no centro, na Chatel. Então, você via aquelas pessoas tudo falando francês e você impaciente, querendo aprender logo. Então, eu olhava aquele nome, que você não entendia nada, aquele povo que falava, você não entendia nada. Aí eu esperava o final de semana para a gente sair para passear, para conhecer os lugares em volta da Suíça, pegar o trem. E o meu curso só ia começar em abril, porque eu já tinha feito a matrícula, minha irmã já tinha feito a matrícula do meu curso de francês, e eu só ia começar em abril, no dia, acho que onze de abril, por aí. Então eu ainda tinha mais quase o mês inteiro esperando e não acontecia nada. Então eu ligava a televisão e era só aquele povo falando, você não entendia nada. Dava uma certa impaciência. Aí, de noite, o o meu o meu cunhado me ajudava a retomar as aulas, aprender as palavras. Então, a gente ia aprendendo as palavras aos poucos. E aí a gente aprende, né? Só não não forma frase, mas as palavras você forma. Aí quando eu entrei no curso de de francês, que eu cheguei na na classe, que a escola, ela ela esse estilo de que eles ensinam francês, aliás, qualquer país da Europa que ensina línguas é totalmente diferente daqui. Então é um curso assim, é do nada, é como se você fosse criança, chegasse lá pela primeira vez e fosse aprender o idioma. Então é um curso, chama Escola do Comércio Nechatele, é um curso voltado para... Alfabetização. E é é do nada. Aí tinha na minha classe tinha doze pessoas. Cada uma era um país diferente. Aí você tinha finlandês, você tinha japonês, você tinha italiano. Só tinha uma menina que era italiana, que era a que mais a gente ficava mais próximo, mais se conversava. Então, ela falava italiano, eu falava português, a gente se se entendia. Mas o resto não entendia nada.

Então, ela ela olhava assim, ela falava todas... Quando o pessoal começava a falar em francês, O pessoal fa perguntava para ela e ela respondia. Ela respondia em todos os idiomas, francês, italiano, alemão, eh menos português. Ninguém gosta de português, então ninguém aprende português lá, os estrangeiros. Então, só eu, para para tanto que quando você entra no curso de francês, eh o a escola te dá outros cursos para você fazer. Quando ela entra, ela manda você fazer datilografia, italiano, outros cursos. Eu perdi a classe porque eu não entendia nada, entendeu? Eu não perdi esses esses cursozinhos relâmpago, porque eu não sabia nada. Aí você entra e começa, não tem texto, não tem nada, só tem uma uma televisão, eles te dão um livro sem texto, só com desenhinho e as historinhas. Ali é um como se fosse um filme, eles passam aquele filme, aí eles va aí eles vão dando aquela história. Então não tem como você não aprender francês, você memoriza a história. Aí eu lembro, assim, a primeira frase que a professora estava dando, que era a menina que caía no buraco, né? Ela falava, atenção, Mademoiselle. Aí a menina Então, a gente vai aprendendo, assim, é uma coisa como se fosse criança. Você aprendesse, é um método que que que não tem como você errar. Aí eu sei que quando eu estava no meio do curso em... O curso é três meses, e quando eu estava, assim, um mês e meio, eu já compreendia. Eu já já falava, se tinha alguma palavra, assim, eu ia recorrer ao dicionário, eu sabia o que ela estava falando, né? Tipo assim, esconder um negócio aí, cachê, eu falava, mas o que é aí eu pegava o dicionário, ah, era esconder, porque fazia as pessoas, assim, correr, praticar. Então, eu sei que quando eu cheguei no terceiro mês, aí tem a prova final, aí eles fazem as perguntas e você vai respondendo. Quer dizer, eles perguntam, você já vai fazendo o teste. Então, eu quando quando eu saí, assim, dois meses, eu já sabia o que as pessoas estavam falando na rua, já compreendia. Assistia muito filme, então ajuda muito. Então, é uma coisa, assim, muito rápida. Você aprende. Aí, quando terminou o terceiro, eu não ia continuar, porque eu não ia fazer letras. Porque as pessoas que são têm primeiro, segundo e terceiro estágio. Em terceiro estágio, a pessoa já é caro né, um curso que custa muito caro. Custa mil e duzentos francos suíços Mas em três meses você já sabe falar o básico. Se você quiser continuar, aí você faz o primeiro o terceiro estágio aí você faz o teste para a universidade de letras, você entra e não paga nada. Aí dá direito a trabalhar vinte horas semanais no estrangeiro. Como eu não não o meu objetivo não era fazer letras, eu já eu ia só trabalhar em museus, aprender a fazer estágio nos museus. Aí eu comecei aí o meu cunhado começou a mandar várias... No começo, eu como eu não sabia falar o francês, ele começou a mandar um monte de cartas para os museus. Nechateli, Museu de Etnografia, Museu de Fotografia em Los Angeles, que era uma cidade que fica mais próxima também, trinta quarenta minutos de trem. Genebra, que era o mais perto. Aí ele mandou e eu comecei a ouvir as cartas respondendo para mim fazer estágio. Aí os que eu pude fazer, eu fiz. Aí quando eh começou a fazer, você tinha que fazer entrevista. Aí pronto, fui fazer a entrevista. Quando o diretor do museu chegou perto de mim para fazer a entrevista, eu já respondia tudo em francês. Aí eu peguei o estágio na área de fotografia. Fomos eu o primeiro que eu fiz foi em Los Angeles, foi eh documentação do museu. Para comecei a mexer com o computador. Em noventa e dois, já quando eu cheguei aqui, é que eu fui mexer com o computador, mas eu já tinha aprendido lá. Pegavam o era um museu de fotografia que você tinha que fazer a documentação. do do Então, você olhava a foto, aí era o palavra-chave aí. Você tinha que escrever naquela foto o que você via de interessante. Aí você documentava. Era muito interessante o o trabalho aí. Depois eu fui para o museu de fotografia, depois eu fiz um dia de etnologia. Aí terminou o estágio né, era mais ou menos outubro. Não, ela terminou no final do ano. Aí eu tinha só mais um ano. Aí eu tinha uma uma colega que fez faculdade comigo de turismo. Ela já tinha ido embora para Londres. Já estava lá. E a gente se correspondia. Então, o meu o meu objetivo era ir para Londres, aprender inglês. Eu fui, fiquei um mês, não aguentei e vim embora. Está muito duro, a vida lá.
O que aconteceu lá para a
O que aconteceu é o que é difícil viu você não tem ideia. Eu fui trabalhar, o os brasileiros que trabalham lá sofrem para caramba. Não é fácil em Londres, que é uma cidade fria, horrível o clima, vento tanto. Aquela dezembro era era dezembro de de noventa e dois era tão frio, mas tão frio. E o pessoal tudo trabalhava, ela costumava dizer que eu que eu estava muito mal acostumada. Eu ta trabalhava, morava na Suíça. Não precisava trabalhar Né eu só fazia meus estágios no museu. Eu tinha um um certo... fazia alguns bicos, né? Quando alguém precisava eh cuidar de alguma criança, eu ia, entendeu? Porque eu eu gostava. Mas, assim, esses trabalhos de trabalhar em bar, segurar copos, isso não era comigo. Eu não tinha jeito para essas coisas.

Aí eu arrumei um trabalho no hotel. Ah, não aguentei, não. O pique era muito for, era muito grande. Você tinha que acordar quatro horas da manhã, naquele frio horrível. Você morava assim, as casas, o os prédios, tinha que ser no centro de Londres, porque se você morasse na periferia, as condições eram muito caras, você tinha que vir. Então todo mundo mora em centro de Londres porque não tem condições de ficar lá. Então eram aquelas paredes assim de de papelão, né? E você escutava o que o outro estava falando do outro lado. E a minha amiga morava em um quarto. Aí depois a gente, quando a gente chega lá, a gente tem que alugar o seu quarto, né? Fica no outro quarto. Porque eles tudo é tudo o pagamento é feito na semana Né você tem que pagar durante a semana. E aí eu fui fazer esse estágio no mu e não valia muito a pena. Aí eu fiquei uma semana no hotel e não aguentei, porque você tinha que limpar, eles dão uma uma lista de não sei quantos quartos ah. Quando chegou no terceiro eu não aguentei mais. Aí eu disse assim, ó, desisto. Aí eu cobri assim, quando tinha um hotel pequeno, aí tinha umas brasileiras que não aguentavam mais, que elas estavam assim, com as costas tudo doidas, passavam assim, ficavam, estiravam assim no chão e não aguentavam. Aí eu ia cobrir. É um hotel pequenininho que dava para você limpar, arrumar a cama, que era leve. Mas aqueles grandes hotéis não davam. Aí eu cobria, eu ganhava, assim, cinquenta libras, aí eu falei assim, agora eu vou para o museu, meu negócio é conhecer o museu. Aí eu fui conhecer todos os museus, toda a parte, onde a gente estava, dava para você eh eh atravessar o parque, o parque principal, né? que que você atravessava o parque.

Aí eu conheci o Museu de História Natural, aí conheci o praticamente quase todos. Museu Científico. E o principal que eu gostei mais foi o Museu de Cera, porque eu me diverti. <laughs> O Museu de Cera era muito legal. Aí eu saía só para Conhecer mesmo A o museu de cera é fantástico. A história mais engraçada que agora vem, porque ela perguntou uma coisa que eu não lembro, mas agora eu lembro.

Quando eu estava no meio do museu, eu nunca esqueço, tem a Xé, né? Eu tenho um livro lá em casa, tem a Xé. Eu lembro do Stallone, eu lembro daquela tenista, né? No meio, assim, do museu. Até a parte dos horrores Né que é aquele pessoal gritando, os meninos dando jornal. Contando o negócio da guerra uma sala que é... que tem a Maria Antonieta decapitada. É uma uma sala, assim, bem horrorosa. Agora, tem a parte, assim, do do Pavarotti, o pessoal, mais alegre, que a pa pessoal servindo. E tem a parte do, uma parte, assim, era mais engraçada, é que tinha uma... tipo uma salinha né no meio do povo e uma mulherzinha sentada lendo. Né aí eu sentei do lado da mulher.

Essa foi a sa a parte mais engraçada que eu achei. Porque, sabe, eu sentei junto com ela e ela era de cera, era a Madame Tussaud. Aí isso foi a parte mais engraçada do Mas o que eu lembro mais é isso aí, que o museu era muito grande. Do Museu do Rock também eu fui, mas o que eu lembro mais do do Elvis Presley, assim, muito rapidamente.

Aí eu conheci um amigo, um brasileiro, que era fotógrafo, ele é aqui de São Paulo, até paquerei ele. Aí ele queria que eu ficasse, sabe, assim, não, não vou ficar, não.

E ele, como era italiano, tinha descendência italiana, então ele podia ficar na Europa. Então, o que é que acontecia? Como ele estava fotografando, aí quando eu acordava de manhã cedo, que eu não ia, eu ia eu caminhava com ele. A gente Eu aproveitava e ia conhecer junto com ele as coisas, porque ele fotografava, ele era fotógrafo, e era muito legal. Depois que eu voltei, a gente na ainda se encontrou várias vezes. A gente foi várias vezes no Teatro Municipal, assistiu o Madrideus, que a gente já gostava lá. Tive de ver... Depois eu perdi o contato com ele. Mas eu cheguei a me encontrar com ele várias vezes. Mas foi muito legal. Aí eu disse assim, não, eu não aguento ficar aqui. Eu venho embora para a Suíça. Nesse período, a minha irmã tinha vindo para o Brasil. Ela estava de férias. E quando ela estava de férias, o que é que aconteceu?

Ela ela ela esvazia a casa todinha, desliga a geladeira, desliga tu Ela deixou a chave com uma vitrinista que era muito amiga nossa, que a minha irmã trabalhava numa loja. E a moça que era vitrinista era namorada do patrão dela. Ela é até canadense. Aí eu lembrei que a senhoraa tinha deixado a chave lá na na loja dela. E quando eu cheguei no quintal onde a minha irmã morava, que é onde tem aquela foto de neve, era a primeira casa que ela morava quando eu fui em noventa e dois, e ela não mora mais ali.

E aí quando eu cheguei, ela eu como eu em Londres a gente se alimenta super mal, porque você gasta muito, e a alimentação é muito cara, e o máximo que você consegue comer é comida indiana. O pessoal se alimenta muito mal. Você vai num restaurante e eles comem pegam uma batatinha assim, é horrível o lugar para se alimentar. E a gente, assim, os bifes, desse tamanhinho, bem rasinho, você vai num bife daquele, não dá nem para colocar num buraco de um dente, de tão caro que é. É uma cidade caríssima. Se você, em dois dias que você vai lá, o máximo que você consegue ficar lá é três dias. Se você leva dólar, pior ainda, que você acaba. Você tem que ter libra, porque senão você não consegue, porque é muito caro. E aí, quando eu cheguei de noite, aí eu disse assim, ah, não, eu vou voltar para a Suíça, não aguento ficar aqui não. Esquece esse curso de inglês, eu vou voltar para a Suíça e depois eu volto para o Brasil. Aí eu peguei, pe comprei a minha passagem ainda valia, né, que eu fui de avião. Aí eu peguei o trem e fui embora para o aeroporto. Aí eu cheguei, eu lembro que eu cheguei, era em janeiro, quando a minha irmã estava no Brasil. Aí eu cheguei de noite, aí eu contei para não consegui entrar porque não tinha chave. Aí eu toquei e dormi na casa dela, da italiana. Olha, quando ela olhou para mim, a primeira frase que ela falou em francês, você é de maigre, porque eu estava muito magra, né? Estava tão magra, tão magra, né? Que ela disse que eu... Aí no dia seguinte eu acor acordei, nossa, você se sente assim como se você estivesse no paraíso. Sabe quando você sai de Londres, é como se você estivesse chegando assim no Brasil. A sensação que você tem, ai, que você vai beijar o chão da Suíça, porque, ai, que país maravilhoso, é uma delícia. o clima, o as pessoas, entendeu? Porque depois eu comecei a fazer muita amizade. Quando eu trabalhava no Museu de Lozane, eu tenho amizade até hoje, porque se eu for para a Europa, a primeira coisa que eu vou é no museu onde eu trabalhei, porque eu conheço todo mundo.

Para começar, a nossa viagem já começava de manhã muito alegre, porque ele morava em Nechatela e a gente ia todo dia de trem para para o museu. Então, eu aprendi muito francês com ele, porque a gente olhava assim os campos né antes de chegar no Então, eh aprendi as coisas assim na natureza. Ele falava uma coisa e eu aprendia. Conversava muito. E ele ficava assim, admirado com o que eu tinha aprendido em francês. Ele brincava, dizia que eu estava falando francês igual o pessoal de Nechateli. Porque tem di existe uma diferença, que nem aqui no Brasil, de você estar em Nechateli, você estar em Lausanne, o sotaque é diferente do francês deles, eles notam isso.

Aí tiraram o maior sarro de mim. Eu virei, assim, piada lá no Ceará, né? Eu sabia que ela não ia dar para essas coisas. Aí eu esperei meu irmão chegar, depois eu fui para a cidade de La Chaux-de-Fonds, que é onde mora a família do meu cunhado, né? Que é a cidade de La Chaux-de-Fonds, a cidade onde tem os relógios suíços, que é a cidade onde tem a maior colônia espanhola.

Quando ela trabalhava na agência de viagem, ela não podia cuidar do menino. Então, eu ficava com ele. Aí eu ganhei uns trocados, né? Aí eu ia para o cinema com ela, ia para os restaurantes de noite quando ela chegava, porque ela trabalhava, né, numa agência.

Aproveitei bastante, porque lá não é... La Chaux-de-Fonds é uma parte alta, ele tem quase três quase cinco mil metros de altura. Então, La Chaux-de-Fonds é a cidade mais próxima para você ver neve na Suíça. É uma hora de trem. Então era um uma maravilha. Aí eu fiquei até minha irmã voltar, aí me aproveitei e disse assim, bom, como eu já acabei o estágio, meu negócio agora é voltar para o Brasil.

Aí eu disse assim, não é isso que eu então as pessoas queriam me contratar no museu, mas naquela época... Lá eles são muito sérios com esse negócio de emprego. Eles dão primeira prioridade às pessoas que moram lá. E naquela época, em noventa e dois, a Suíça já já passava por problemas de chômage, desemprego. Então, eles não me contrataram porque tinham pessoas que eram prioridade. Mas os os quase que eu fico lá. Aí eu vim embora. Eu cheguei aqui em março de

Ah, e o caso de casamento era exatamente isso, né? Era o rapaz do museu, que ficou encantado comigo. Porque a gente era muito amigo, né? Na hora do almoço, a gente almoçava, eh ia no terraço, diferente do museu de fotografia, tinha um terraço que até hoje ele se reúne. Que ontem tinha essa foto. Mas como tinha muita foto, não dava para mim trazer. É o pessoal que a gente se reúne, né? Esse menino, ele ele viaja muito Mas é é aventureiro, igual eu. Vai para Nepal, até hoje ele continua viajando. Ele procura esses lugares mais doidos da do da Ásia. Nepal... O que mais que ele vai muito? China. Viaja muito.

Mas a gente é amigo. E aí, fora os paquera, né? Que a gente terminava a aula, a gente ia para os barzinhos, né? Com o o grupo. Depois que a gente começou a aprender francês, então a gente saía muito né. Tem um amigo da minha irmã... que hoje a eu tenho amizade com ele até hoje, eu estava saindo do do curso de estava saindo do curso francês, estava conversando com a italiana né, aí no meio assim do, eu sempre lembro, eu sou uma pessoa assim que tem uma memória muito incrível, se você conversa comigo num lugar, eu consigo lembrar até a passagem onde eu conheci você, aí está a hora, estava acontecendo isso naquele momento, foi ali que eu conheci a pessoa, eu tenho muito isso. Eu estava passando ali no correio, eu estava conversando em itali em português e ela em italiano. Foi logo no Estava passando um casal eh e viu a gente conversando. Aí ele perguntou, você é brasileira? Eu disse, assim, sou. Eu moro aqui perto, minha irmã eh eh é... Eu moro aqui e meu cunhado é engenheiro.

E aí ele falou assim, ah, mas a gente está procurando o Piaget, onde fica a casa de Eu não sabia ainda onde era a casa de Piaget, que é lá perto onde a gen onde a minha irmã mora. Aí ele disse, ah, mas você pode conversar com o meu cunhado que ele entende. Olha, até hoje eles são amigos. O Ele é professor, eles viajam muito, ele é professor de psi ele é psicólogo, ele e a esposa dele, ele dava aula na metodista.

E até hoje a gente tem amizade. Ele já foi para lá, já sa já eles viajam muito, eles vão eles pesquisam muito, viajam a Europa toda. Então, quando eles estão para aquele lado da Áustria, eles sempre dão um pulinho na minha irmã. Até hoje eles são amigos. De vez em quando a gente se encontra. Aí, olha, quanto tempo já se passaram, até hoje eles continuam, porque o meu o meu cunhado deu muito material para ele de Piaget, mandava muito material para ele, porque ele pesquisa Piaget. Ah, tem coisas assim que a gente, é tanta coisa, né? Que a gente não lembra, a gente vai lembrando assim aos poucos, né? Porque é coisa demais.
Nossa, e quando você voltou para o Brasil, como é que foi? Você voltou para São
Eu voltei para São Paulo, porque era um lugar assim... Ficou longe?

Era um casarão muito bonito que tinha lá e cada uma da gente tinha um quarto. Como eu era muito, assim, eu eu fiz muita amizade com a dona do pensionato e tudo, aí quando eu voltei, eu voltei para lá. Quer dizer, eu tinha pouca coisa, né?

Então ela ficou com, guardou as minhas coisas lá, meus livros, minhas coisas. Eu só tinha isso. Quando eu voltei, eu voltei para o pensionato onde eu morava.

Quando eu voltei, eu comecei a procurar trabalho, né?

Toda semana ela estava lá no laboratório. Eu fiz amizade com ela.

O pintor que tem?

Ela foi casada com um suíço e mora em Nechateli. Não, ela mora em Lozane. E aí a gente fez amizade. Ela me deu umas cartas de recomendação.

Porque, como eu tinha feito o curso de restaure, era muito difícil retomar o museu, porque o museu queria que eu trabalhasse lá, o pessoal queria que eu voltasse. Só que eu não queria, porque eu não não ia exercer cargo de museologia, eu ia ficar abaixo.

A dona Guita falou, se eu souber de alguma coisa, eu te falo.

E eles se reuniam, eles têm uns dias que eles são judeus, eles se reuniam em em casa. Aí numa dessa ela ela falou, ó, se eu souber de alguma coisa eu te falo. Aí no começo ele ficou bravo, porque ele achou, ele ele disse assim que ele não queria que eu fosse para a Europa, ele queria que eu ficasse no museu, só que ele não me dava prioridade, eu fiz muito curso e não ia subir nada. Aí ele achou, ah, depois que o museu deu investiu um monte em você, você vai embora, né?

Ele estava comprando todas as bibliotecas. Ele comprou uma biblioteca no Rio de Janeiro, de um cara famoso. Ele comprou várias bibliotecas. Então, ele estava montando o acervo dele.

E ele estava precisando de uma restauradora. E como eu tinha feito o curso de restauro, nesse período que eu te falei, junto com a museologia, aí foi tiro e queda. Eu fui lá, fiz a entrevista, e aí eu fui escolhida para fazer para trabalhar na biblioteca dele. Eu fui or, elas organizaram a biblioteca, e eu fui organizar o acervo como restauro. Então, ali tinha muitos livros raros, muita coisa antiga, e o curso que eu fiz era muito básico, eu quase não tinha conhecimento. Tinha encadernação, tinha um monte de coisa.

Então, curso de encadernação monárquica, todos os cursos que você puder imaginar. Eu fiquei de dois mil e de noventa e três, quando eu entrei, em julho de dois mil e três, porque eu ainda fiquei três meses nesse negócio né, procurando. Cheguei em março. E fiquei procurando, via andando, procurando coisas. Eu não parava. O meu currículo em todos os lugares. Eu andava o dia inteiro em São Paulo. Aí, quando eu comecei a trabalhar em em em banco, foi dezenove de Julho de
E hoje em dia, onde você está trabalhando? Onde eu estou trabalhando? O que é que
Aí então, aí quando eu saí do banco, mas eu já eu já estava querendo sair mesmo, né? Meu objetivo era sair, porque eu sou aquela pessoa assim, inquieta. Eu gosto Eu gosto de descobrir, eu gosto de enfrentar desafios. Eu não gosto de ficar mesmo. Eu não nasci para ser rotina. Não gosto de rotina. Então, eu já estava começando a ficar de saco cheio do banco. Tinha coisas que eu queria fazer, as as bibliotecárias não deixavam, né? Elas são, assim, um mundo muito restrito, muito fechado. Então, o como a biblioteca passou para a casa dele, a residência no Morumbi, que eu sempre trabalhei muito lá também, aí ele não queria mais manter o laboratório. Aí eu foi o momento certo.

Aí eu estava querendo mudar, fazer alguma coisa. Aí eu fui sair, fui trabalhar como autônoma na prefeitura, com restauração. Fiz vários trabalhos, fiz para o Museu da Medicina, com a minha amiga museóloga de lá, que a gente foi colega de profissão. E ela é diretora lá do Museu da Medicina. Então eu fiz alguns trabalhos para ela de restauro no museu, alguns documentos. Aí fiz outras coisas, trabalhei. Aí eu estava em busca. Sabe quando você está assim, não sabe o que você quer mais? Aí você quer fazer alguma coisa? Aí eu disse assim, sabe, uma coisa, eu vou fazer psicanálise para mim saber o que é que eu quero. Aí eu fui fazer dois anos de psicanálise, de dois mil e quatro, de dois mil e dois até dois mil e um, eh para mim me descobrir, para me encontrar. Aí quando eu estava fazendo esse curso, aí eu comecei a passar no Sebrae. Aí eu disse assim, sabe, vou começar a fazer esses cursos do Sebrae. Aí comecei a fazer palestra, todos os cursos de empreendedor eu fiz. Aí eu disse assim, eu vou montar alguma coisa, agora não sei o quê. Na hora vai aparecer, não sei o quê, mas eu tinha certeza que eu queria montar alguma coisa, né? Era o meu último desafio da minha vida. Aí eu disse assim, não, eu vou montar um negócio. Aí, quando eu estava no curso, as meninas tudo se encontrava assim, ah, eu não quero ficar atendendo ninguém, fazer essas coisas que vocês fazem, ficar o dia inteiro escutando, isso não vai dar futuro para mim de dinheiro. Eu quero de dinheiro, eu quero ganhar a minha vida, isso não vai dar futuro. Aí eu fiz os dois anos, mas o curso valeu muito porque eu aprendi muito, né? Foi o meu direcionamento, me direcionou por onde eu queria. Quer dizer, não tive mais me aí Acabou o medo, se eu tinha algum medo, acabou. Aí eu fui e montei, quando foi dois mil e quatro, eu montei essa loja.

Porque eu fiz assim, levantei potencial de consumo do lugar, qual era o público-alvo. Tudo isso eu estudei para montar a loja.
Qual o nome da loja?

Aí essa minha colega de de psicanálise, dois mil e quatro eu fui para o Ceará, né? Eu queri eu tinha ideia de... Aí veio a ideia, porque assim... Como eu trabalhei na loja, quando eu cheguei do Ceará, eu trabalhei nessa loja de de cama, mesa e banho, que foi o meu primeiro emprego, que eu fiquei, foi o meu primeiro emprego.

Pronto, aí veio a a ideia. Ela me deu a ideia. E a menina, como ela mo ela foi para o Ceará, ela via muito o pessoal falar, mulher, mulher, mulher.

Eu disse assim, mas se tiver um nome igual.

Por causa da história mesmo lá das pessoas, né? Que é o lugar onde eu nasci, que é onde as mulheres fazem renda.
Você vende artigos...
Regionais eh. Ano passado, quando eu montei, eu eu cheguei a ir duas vezes para lá. Conhecer as rendeiras, conhecer as as pessoas diferentes, porque são artigos diferentes. Abordado, labirinto, filé, uma série de coisas. Né são artesanatos no geral. E aí eu tinha que aprender a a lidar com essas pessoas, a ver o melhor preço, buscar, conhecer. Aí eu comecei. Depois que ela estruturou, aí as pessoas começaram a me mandar, porque depois fica inviável você ficar indo, porque aí não não dá retorno. E as pessoas te mandam Te me manda mé me mandam Com uma frequência. Se tiver alguma coisa diferente, aí eu vou lá. A última a última viagem que eu fiz foi em abril do ano passado.

Com esse monte de coisa que você contou para a gente, essas viagens, essas vindas e vindas, esse desejo de de estudar, disso tudo, assim quais foram as principais lições que você tirou dessa sua trajetória de vida?
As principais lições foram muitas experiências. Se eu não tivesse eh ido para essas coisas, bus bus buscado tudo isso, eu não eu não teria vivido. Porque que história você tem para contar uma pessoa que passa a vida inteira fazendo uma coisa só? Para mim é isso. Se eu tivesse feito o que a minha mãe queria né, que era a ideia dela, era ficar lá naquele lugarzinho, fazer aquele cursinho de história, vir todo dia, voltar. Eu não gosto de mesmice. As coisas que... Eu acho que eu teria que ter vindo mais cedo para fazer mais coisas em São Paulo. Mexer com o teatro que eu gosto. Ser artista mesmo, mexer com coisas que eu gosto. Eu teria feito mais coisas ainda.
Você sente uma pessoa realizada?
Eu me sinto. Eu me sinto, sim, uma pessoa realizada, porque tudo que eu quis eu fui buscar.

Eu consegui. E eu acho, assim, que ainda ainda tem muita coisa ainda para fazer.

Nossa, eu não sei quanto tempo eu vou viver, mas eu eu te digo que vai surgir
Tanta coisa Tem alguma coisa em mente, assim, que você queira buscar? Tem Conta para

Gente

Eu tenho uma ideia de de mexer com o mercado financeiro. Eu gosto muito de ir na bolsa, eu gosto de de aprender. Eu vou muito eu vou muito a palestra. Sabe, assim, depois que que... É porque eu eu não eu não eu não vou ficar com a loja por muito tempo. Talvez eu fique mais uns dois anos. Nesse período que eu tiver mais dois anos, eu quero investir meu dinheiro nisso. Eu não quero mais trabalhar, ficar o dia inteiro. Porque eu não tenho mais tempo, né? Não vou ter mais emprego. Então eu quero, assim, trabalhar de uma forma mais tranquila. Então eu vou investir meu dinheiro, por isso que eu quero estudar esse mercado antes. Para mim saber onde que eu estou metendo minha cabeça, assim, para não perder dinheiro. Então, eu estou na loja, mas eu estou indo... Onde tem palestra, eu estou indo. Para aprender. Não, é questão assim, é porque como eu trabalho só, a a a coisa é assim, eu eu como a minha loja é uma loja muito pequena né, eu gosto, eu adoro aquilo que eu faço. Mas acontece o seguinte, como microempresa, ela tem um um uma ela tem um um ela tem uma vida e morte. Né você sabe que as primeiras pesquisas do Sebrae, no primeiro ano, trinta Aí o quarto ano vai mudando. Setenta Po não primeiro ano, setenta e poucos por cento de empresa fecha. Segundo, ela vai diminuindo. Quando você chegar nos cinco anos, só vinte e nove sobrevive. Sabe por quê? Porque você vai ficando assim. Apesar de que que eu gosto, tenho uma clientela boa, as pessoas gostam dos meus produtos, os fregueses sempre voltam. Mas o que é que acontece? Como é um pequeno uma pequena loja, você tem aqueles mesmos aquelas mesmas pessoas. Então aquilo não sai mais daquele ciclo. Para você crescer, você tem que mudar, você tem que você tem que investir mais. Hoje o mercado exige muito muito isso, porque hoje você trabalha em uma concorrência muito grande. Então, eh e olha que eu trabalho, eu leio muito, eu estudo muito, eu conheço todo o mercado. A tendência é é cair, porque você fica, quando chega depois dos três anos, quatro anos, não cresce mais, fica naquele círculo. São as mesmas pessoas, aquelas mesmas você ganha dois, três, quatro, cinco clientes, mas eles ficam os mesmos. Aí aquilo não cresce, fica naquele patamar do mesmo faturamento. Aí você, o que acontece? Como você eu fico sozinha, porque eu não posso pagar funcionário, porque se eu pagar o funcionário não me dá lucro. Então eu fico sozinha, eu abro a loja, eu chego cedo, eu abro a loja, eu vou em banco, eu organizo, eu faço tudo, entendeu? Eu Eu organizo tudo. Então, a minha cabe além de toda a minha tudo que eu tenho que fazer em casa, cuidar da minha casa, ir ir nos meus teatros, ir no meu show, ir nas minhas coisas que eu gosto de ir quando eu saio de lá, vou para o Sesc, vou para o Itaú Cultural, vou para tudo isso que eu gosto. Então, eu continuo falando, eu tenho que ter muita muita energia. Então, chega uma hora que a minha energia vai...

Meus amigos que já tiveram que eu converso, eles falam isso para mim.

Se você conseguir chegar em quatro anos, você vai ganhar um troféu, porque a gente não aguenta. Vai ficando vai chegando a hora que você não aguenta mais. Porque assim o lugar é um pouco parado, então você tem aqueles clientes, mas não tem movimento. Então naquele momento que eu estou lá, eu estou aproveitando para estudar, para ler, para escutar cê bê êne, para ficar ouvindo música, estudando, fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Então eu tenho que culpar meu tempo ali em tudo. Você sabe que até nas horas vagas eu faço restauro lá. A minha amiga mesmo estava com a coleção de do Dante Alighieri. De é o Não, não é o Dante. É a Divina Comédia. Não, não é a Divina Comédia. É o... É uma coleção, menino.

Esqueci. Que eu estou restaurando. Que ela molhou e colou tudo o livro, né?

perdido. Não, traz aqui que eu faço para você. E tem que ajudar até os amigos nessa hora, né? Então, eu estou lá, já salvei uns três, tem dois lá. Então, está muito molhado para você abrir. Então, você tem muita técnica para você abrir. Então, aquele período que não tem ninguém ali para me vender, eu estou fazendo isso.

Fazendo a terapia. Porque senão você pira. Porque eu sou muito... Quem me conhece sabe que eu... Você admira como é que eu consigo ficar o dia inteiro parada no lugar.

E aí, quando eu vou embora, eu tenho que caminhar. Eu adoro andar.

Quando eu vou embora, sabia?
E tem mais alguma outra coisa?
Isso que eu adoro é esporte. Eu adoro caminhar. Isso é a coisa que eu mais adoro. Você perguntou né se eu queria fazer mais alguma coisa, você não sabe qual é a minha ideia. É correr a São Silvestre. Ainda vou conseguir, porque é uma coisa que eu gosto. Porque eu faço aquele percurso todo dia. Eu volto aquele mesmo caminho que os corredor faz. Aí quando eu quando eu não vou, não venho, eu subo. Eu troco. Aí eu só vou uma vez de metrô. Esse é o meu percurso todo dia.
Nossa. Não tem mais alguma coisa que você queira contar para a gente, que a gente não perguntou?
Não sei, se vocês não perguntarem, eu não lembro, porque é muita coisa. Eu acho que não, acho que o geral é isso, né?
Tem alguma mensagem que você queria deixar?
Mensagem? Eu acho que a mensagem que eu quero deixar, assim, é que as pessoas eh... Uma mensagem que eu acho legal é as pessoas aproveitarem mais, assim, procurar fazer mais coisas, sabe? Não ficar muito naquele... Na mesmice, na coisa, assim, na na vida sedentária. Porque eu vejo as pessoas muito nessa coisa do sedentarismo. Procuram fazer uma atividade física, entendeu? Trocar o carro para andar um pouquinho a pé, essas coisas. Eu acho legal, isso eu acho fundamental. Porque é é Porque assim, eu ouço muito na minha loja, o dia inteiro, porque assim, eu trabalho com artesanato.

Mas aí elas querem que as minhas blusas caibam Aí elas brigam comigo. Poxa, mas você não traz roupa grande, que é aquelas blusas que você viu lá, né? Que as roupas são bonitas.

Porque os paulistas é descendente italiano, as pessoas têm uma outra estrutura.

Pelo menos o pessoal aqui tem é cheio, é bonito, é alto, né? Estrutura óssea é bonita, né? Tem corpo para isso. Mas eu não eu não tenho, às vezes eu fico assim, eu falei, só se eu for para o Ceará, porque às vezes eu me proponho até a ir lá, conversar com as costureiras, para ver se elas levam uma medida, aí eu tiro as medidas delas, aí eu tenho que correr atrás, eu faço de tudo para mim agradar elas, nem que eu tenha que ir lá fazer a roupa para elas. Olha, você sabe qual foi que eu realizei, acabei de realizar um sonho agora? Isso que eu queria falar para vocês. Uma moça que queria casar de renda de bico. Não é que eu mandei fazer o vestido de casamento dela, ela vai casar na praia de renda, em em setembro. Porque ela ela entrou lá querendo que eu fizesse isso. Eu falei, gente, mas as mulheres que fazem isso para mim, elas não eu nunca ouvi dizer que elas fizessem vestido de renda. E realizei o sonho da menina. Ela entrou lá. Olha, foi uma uma loucura. Eu coloquei um amigo meu para fazer esse tipo de Eu mandava e-mail para ela todo dia. As rendeira lá. Aí o meu amigo veio. Ele está lá em casa. Aí trouxe esse vestido. Eu já estava... Sabe quando a pessoa fica maluca? Porque assim, eu tenho uma característica minha. Principal é o comprometimento. O com eu Você falou uma coisa para mim... Eu faço assim, nem nem nada nem que eu tenha que pegar o primeiro avião ir lá e fazer, eu trago para você sem cobrar nada. É o meu comprometimento mento que eu tenho com as pessoas. Para mim é um dos pontos fundamentais. Comprometimento. Aí ela ficou tão feliz.

Porque ela ela é muito ansiosa, come muito, né? Ela engordou um pouquinho. Mas ela disse que até setembro o vestido entra, então tudo bem. Mas assim, ela ficou cheinha, né? Porque ela é ela é advogada e corre Então, assim, ela ela está muito ansiosa, então ela engorda. Mas assim, o vestido ficou estreito.

Aí, mas graças a Deus deu certo. Ela Ela disse que que está certo, ela vestiu e entrou. Mas é isso, eu acho que a mensagem é essa, né, que as pessoas sempre procuram fazer aquilo que gostam, né, ficar assim frustrado, porque assim, eu eu sempre fui uma pessoa assim, que eu nunca me frustrei por não fazer as coisas, posso não fazer as coisas se não tiver. Mas eu, que as pessoas reclamam, ah, eu não faço isso, não posso isso, não posso aquilo, todo mundo pode tudo, né? É só querer. Então, eu sou assim, embora não saiba, mas eu vou atrás. E eu gosto muito de ajudar as pessoas, né? Quando a pessoa não sabe de uma coisa eu, tudo que eu aprendo, eu gosto de passar, não fico nada comigo. É uma característica principal.
E qual foi essa a sua sensação de dar esse depoimento?
Olha, a sensação, assim, muito... Eu sempre tive um frio na barriga de falar em público, mesmo quando eu fazia faculdade, né? Para mim tinha uma dificuldade de fazer aqueles textos, fazer planejamento turístico, essas coisas. Mas, olha, eu acho que depois do cur o da loja me ajudou muito. A aí eu comecei a perder o medo. Tranquilo, eu achei assim, não senti friozinho, fiquei à vontade, entendeu? Vocês, assim, duas pessoas maravilhosas, o menino aí que... que contribuiu para tudo, né? Não senti nada. Eh que eh Deixa aquela coisa assim, que cada vez mais eu vou ter mais... Talvez assim, como você falou, como eu tenho muita coisa em mente, talvez ainda dê aula, né? Ainda Ainda vou fazer um projeto assim, dar aula para alguma ong, alguma coisa de graça, assim. Fazer um trabalho assim. Meu meu objetivo ainda é esse. Fazer um trabalho assim, de dar aula, ajudar as pessoas. Sei lá, de repente surge uma ong ali, não sei aonde, em qualquer lugar, no Ceará, E vou dar aula. Talvez eu esteja me desenvolvendo para isso.

E boa sorte.
Muito obrigada. E vocês são uma simpatia. Adorei também. Vim ao museu a primeira vez e gostei. Era um sonho. Realizei mais um sonho.